Nós gostaríamos de começar a sua entrevista com você dizendo seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

Qual o nome dos seus pais? Eh.

O meu avô, ele é descendente de de africanos, né, direto, né, e a minha avó, minha avó era.

E a minha avó argentina, né? Era indígena, né? Índia. E dos dois nasceu minha mãe. Meu pai, eh ele é afri eh. Ele é africano também, sabe o? Tipo, do Cabo Verde, né? Eee parte da minha avó materna eu não conheço.

Uma parte da história do da meu meus bisavós eh paternos eu não conheço muito, mas eram do campo né. Trabalho de roça, eh produção de café, criação de gado. E essa é a origem da gente, o campo.

Roça como é que é?
Nós morava na roça, sempre roça. o meu tio mais velho, que mais tarde morava na cidade né. Mas os meus avós, minha mãe, que era uma fazenda grande né, e e aí tinha as tarefas da fazenda, eles moravam em casas eh separadas né. E tinham uma familiaridade muito grande com os proprietários. Né no sistema assim que tem de do do desse apadrinhamento né, então era todo tipo compadre. Mas eh, na década de sessenta, mais tarde, conhecendo um pouquinho a história que eu que você escuta assim pequenos relatos que não tem como você ligar uma coisa com a outra né que é a. O meu pai é analfabeto, minha mãe é analfabeta. as informações elas se dão assim no nível do conversa tipo, na hora de um café, uma coisa solta ali, outra acolá né aí. Depois que vai estudar, mesmo, que você vai ver eh por que que as coisas aconteceram né. Diziam assim que eles tiveram que sair correndo da, que o meu avô e a minha avó teve que sair da da fazenda por pressão né, porque eles já tinham já muito tempo morando. E e aí quem tinha muito tempo na roça ah, ele passava a ser eh ter direito né à propriedade né daquele local onde trabalhava né. E aí meus avós foram pressionados a sair de lá. Na saída o ah, o meu avô foi atacado por um touro né, e e aí ficou meio ado adoentado. Aí, mais tarde, foi morar na cidade né e, uns dois anos depois que ele foi para a cidade, ele faleceu eee. No falecimento dele, chamou toda a família, e eh fez as recomendações e tudo. E aí, dois anos depois, e aí a a a minha família que saiu. Né ele é os patrões não queriam que eles saísse porque eh dependiam da da mão de obra deles né aí. Depois de muito custo, muita briga, ah a gente veio para para São Paulo, deixando toda o o esse essa história né para lá né aí no. Na escola, que eu vim compreender que foi devido às lutas, tipo camponesas. Né eh na época, se eu não me engano, houve um um projeto no Congresso que dava essa esse direito de terra né nas lutas eh eh operárias camponesas né. E a reação dos fazendeiros foi expulsar todo mundo que estava que que fosse abrangido por isso né. E daí foi a razão de a gente ter vindo né mais tarde para para São Paulo.
E você está falando da questão do usucapião, né? Eles tinham medo de de dos moradores pedirem o direito de usucapião das terras, é isso, né? Essa fazenda era de que que era? Eles plantavam o que?
Eh se não me engano, era eh café e criação de gado. É.
Você se lembra desse período que você morou lá?
As lembranças são muito pequenas. Eu lembro, assim, do meu pai à beira de um açude, eh com um peixe enorme, não sei se por causa do meu tamanho, que era pequeno, mas eu lembro de um anzol e um peixe grande, né? Na beira do açude, né? Eu lembro do do do rio, né? Cortando a fazenda, eu no meio da água, com com peixe e tudo. As lembranças são muito pequenas quando. Eu voltei à essa fazenda em oitenta, porque o dono da fazenda é meu padrinho né. Como era padrinho de um monte de outras crianças do dos dos arrendatários e aí assim por diante eee. E aí já não tem não não havia mais nada que a. Decaiu né, acho que os filhos, cada um foi para um canto e tudo né, até que ele apogeu né, afundou. Fiquei sabendo que foi vendida, já não tem mais nada a ver né.
Deixa eu perguntar uma coisa para você eh. Você tem outros irmãos?
Tenho.
Quantos são?

Mas os seus pais tiveram quantos filhos?
A história do a história é meia complicada. Minha mãe conta que ela trabalhava aju de ajudante né. Tinha a fazenda né, mas tinha o o farmacêutico, acho que Tatão, se eu não me engano, e ela ajudava de vez em quando. Em uma época, tinha que limpar todos aqueles vidros né de de remédio. e ela despejou tudo dentro de uma pia e aí parece que houve uma reação química que atingiu o rosto dela né. Ela conta que ela desmaiou, eh ficou meio assim meio desacordada tudo e aí. Depois eh, com o passar do tempo, começou a ter problemas eh de gengiva né. Aí houve infecção e aí a cada bebê que nascia durava pouco pouco. E aí eh, interior né, você o que que aconteceu. Vontade de Deus né, vontade de Deus, vontade de Deus e aí iam morrendo né. Só mais tarde, quando descobriram que aí fizeram o tratamento né, aí antes de mim de de eu nascer, aí veio uma uma menina, que ela se chamou Eva, que viveu seis meses. Aí depois ele fez promessa, tudo, que se vingasse, tudo, chamaria José, por causa de José e Maria, né, pai de Jesus, e Adão, porque era o primeiro, né? Para ela seria o primeiro filho, né? E aí essa é a minha história de de nascimento, né? E aí te ela conta que teve, eu acho, dezesseis filhos. Desses dezesseis, somente quatro vingaram, né? E dos quatro né, restou os três né, que a minha filha, minha filha não, minha irmã a do meio né
Então você é o mais velho?
Sou o mais velho.
E quando vocês saíram dessa fazenda, eh vocês saíram direto para vim para São Paulo ou foram morar na cidade?
Não, direto para São Paulo.
Você tinha quantos anos, Adão?
Olha, eu devia ter oito para nove anos.
Você já estudava em escola ou não?
Eu tenho eu tenho a lembrança vaga assim de eu caminhando né eh, indo para uma escola né. Lembro assim de pés de de manga, mexerica, roupa suja de de amarelo né, eh nessa época eee. Mas de escola mesmo assim, formal, é São Paulo.

Vocês vêm, então, você falou que é na década de sessenta, né? É. E vocês vêm para onde? Vêm morar onde em São Paulo?
Bom, quem trouxe a gente para São Paulo foi a minha tia, né? Eh. Irmã da minha mãe mais velha, né? Minha tia mais velha. E a gente foi morar na Vila Nhocuné, na Zona Leste né. Moramos na casa deles cerca de... um ano e meio, eh um ano e meio para dois anos né, depois a gente foi morar de aluguel né na mesma rua, um pouco abaixo, depois a gente saiu de lá, foi morar uns uns três quilômetros né no, entre Nhoconé e cidade patriarca né, aí mais tarde a gente comprou um terreno em Artur Alvim, E a gente mudou, foi fazer a a nossa casa, tudo, né? Já foi aí sessenta e nove para setenta, que a gente conseguiu comprar esse terreno. Esse terreno tem uma his história assim, que o o cara que vendeu para gente, Aí depois ele fez sacanagem e vendeu para outra pessoa né. E aí foi uma uma briga muito grande né para a gente eh ficar né eh ne ne nesse nesse terreno né eh. Então, a história assim de de de posse de terra né difícil.
Você lembra, quando você chegou em São Paulo assim, a né São Paulo é uma cidade tão grande, você que estava acostumado lá no interior. Você se lembra do momento, da viagem, da chegada?
Não, eu não tenho lembrança da da da viagem né. O que eu lembro, assim, são os meus primos, a gente eh eh brincando, né? E quando a gente chega, assim, é o é o é o novato, então é o motivo de... chacota, de brincadeiras e tudo, né? Eee a gente lembra assim da minha família um pouquinho um pouco eh desambientada, né? Minha mãe teve crises né de de readaptação porque eh, era era digamos, lá não tinha escassez para nada né. Era autossuficiente, e de repente. E tudo que foi vendido foi eh eh colocado na mão dos dos meus tios né. Né e aí, de repente, eh tem que eh obter o a os recursos de um outro jeito que não está adaptado. Meu pai foi trabalhar aqui de servente, construção civil ah. Minha mãe foi trabalhar na casa de da como empregada doméstica. Mais tarde já, na na segunda casa, aí eu eu eu lembro do minha mãe saindo, aí cuidando dos dos meus irmãos mais novos né aí. Depois, mais tarde, vendendo eh cocada, doces né. Lembro de empinando pipa né, apanhando, porque não fazia as coisas né quando minha mãe voltava. brincadeiras de de molecada, tudo, as brigas de criança eee. O parto da minha mãe foi muito, do meu parto também foi muito eh doloroso. Só que eles num... Meu pai, assim, era um senhor muito fechado, né? eee de pouca expressão assim de de de pensamento, sentimento tudo, pouca conversa né. Muito trabalhador, muito reto, muito correto. A minha mãe que é mais expansiva né até hoje. Minha mãe deixar ela fala horas e horas né e empolga as pessoas né. Meu pai é sempre muito fechado. Então, eles eh sofreram muito para se readaptar, mas foram batalhando e foram construindo as coisas.
E você falou da cocada, vocês vendiam doces? Como é que funcionava isso?
É, saía, eh devia ter o que uns dez anos, eu acho eh. Minha mãe fazia e eu saía na na rua né, de porta em porta né, eh vendendo.
E vendia bem?
Ah, vendia. Vendia bem. E daí aos doze anos né, eu lembro que fui trabalhar numa banca de jornal né. Então, às cinco horas da manhã, tinha que estar lá para receber o jornal que chegava. Né aí eu eu lembro do cheiro assim da da da sereno, madrugada né, aquele frio né de São Paulo naquele tempo né, desse jeito. Lembro do pão fresco né, aquelas eh chamada bengala né eh, que a pa a padaria dos portugueses era perto da da banca de jornal né. Aí, aos quatorze. Eu já fui trabalhar numa fábrica de sapato, né ali na chamado Quarta Parada, ali no um pouquinho antes do do Tatuapé, na zona leste aí. Da fábrica de sapato, eu fui eh eles me mandaram fazer um curso né pelo eh Senai né de pesponto. A empresa era era a Hercules né, eles exportavam para os Estados Unidos cerca de cinco mil pares né por mês né aí. Quando eu terminei o curso, houve um acho que uma quebra de contrato, alguma coisa lá, que eles tiveram que mudar. Aí foi demi demi eh demitiram bastante gente, aí eu me demitiram né, mais um um monte de gente. Mas há uma lembrança doce dessa época que o meu colega de de de trabalho, o Willian, que eu nunca mais o vi né, a gente entrava às seis horas da manhã né, e das seis às duas né. Aí o gostoso assim que a gente lembra que eh com que a gente ganhava ah, a gente comprava doce, pegava o trem né, ia lá para linha Calmon Viana. brincando né, se divertindo, tudo né e aí. Depois que ia para casa, para a escola, tudo. Né nessa Depois, eu fui trabalhar ah como ajudante de mecânico né na oficina aí. Mais tarde, isso lá em Artur Alvim já, depois fui para Penha e aí depois consegui entrar no no Correio né. Mas, um pouquinho antes do Correio eh, eu participava eh, devido a a ao grupo de igreja né, que sempre participou da grupo de jovens né, então tinha uns colegas que trabalhava lá na no Banco Crefisul, ali no Anhangabaú né, e eles iam abrir vaga né lá. Então, em fevereiro, eu fui para fazer os testes aí agendaram. Aí, naquela semana que ia, na semana não no próprio dia que ia fazer o teste, foi quando teve aquele incêndio lá do Edifício Joelma né. E aí os meus colegas, o era o Hélio, o Cazu e o Chiaki, que trabalhavam, tiveram que sair de helicópteros. Né e aí a gente via de longe né as pessoas né se jogando, aquela coisa toda. Eee a gente passou muito... Muito medo né pela vida deles né, mas, graças a Deus, eles eh conseguiram né eee. Um ano atrás, tive a satisfação de voltar à Artur Alvim e reencontrar o Hélio. Eh está ótimo, bem, em salvo, ele e a família né. E começou lá atrás essas amizades né.
Antes da gente ah. na sua trajetória profissional, eu queria voltar um pouquinho para você contar essa parte mais da vida escolar. Porque você vem para São Paulo, aí vai morar na na Zona Leste, na Vila Nhocuné né, e depois passa para morar em Artur Alvim. Qual foi a sua primeira escola? Uhum. Onde você estudou, as primeiras impressões?

A lembrança que eu tenho é... eu saí do prédio, vago, mas eu lembro da da inspetora de aluno, dona Aurora, uma senhora baixinha, né? Muito sorridente, e gostava de pegar, assim, com o dedo a barriga da gente e torcer né. Quando chegava atrasado, aprontava alguma coisa, né? Ela dava uma bronca, assim, sorrindo, mas torcia, doía. Depois achava graça dela, né? Eee eu lembro, não sei se foi no primeiro ano ou no segundo, que teve um uma espécie de um concurso do melhor aluno né que tivesse essa tivesse essas notas. E aí eu ganhei. Né ganhei um cruzeiro, as notinha eh a amarela. Né e aí eu lembro de ter comprado arroz, feijão, coisa para casa e ter sobrado dinheiro para comprar muito doce ainda né naquela época né. Lembro do pé de paineira né, que era alto. Aí a gente brincava, tudo. E lembro também do professor... Não lembro como que era o rosto dele, mas lembro do Jackson né. Eu não sei por quê, mas ele me deu umas cintadas né na na sala de aula. Nem lembro que que ele ensinava né, que matéria que era né eee. Lembro de ter eh... Ah, um um fato importante assim. A questão da desinformação. Né naquela época, a gente fazia o primário e aí depois tinha que fazer o madureza para depois fazer o ginásio. Mas a a a minha família não era uma família assim informada desses processo todo né. Então eu fiz o o o o primário e depois terminou né. E aí eu só vim a descobrir a questão da madureza eh na convivência com um grupo de jovens na na igreja, que eu vi o pessoal indo, estudando né, mas o que que estão fazendo? Fazendo isso, isso, aquilo, outro e tal. E aí que eu vim a descobrir que que tinha a sequência né. Aí que eu voltei para fazer o o chamado Madureza né, e e aí fui fazer o o ginásio. E do ginásio tem uma lembrança eh interessante. Porque, assim, a gente entra eh por ter recomeçado em São Paulo né a a escolaridade né, aí depois eh terminei a quarta série, mas aí passou mais um ano né, mais dois né, até voltar a fazer o madureza para começar o ginásio. Então, você vai fazendo as coisas de uma forma tardia né. Então, você acaba tendo, digamos, uma uma idade um pouquinho maior que o que os. Mas nessa época, setenta e e três, setenta e quatro, por aí a a repressão era era forte já daí. E a gente quer queira ou não tinha a, devido ao grupo de jovens né, a gente acompanhava. E, no Grupo de Jovens, a gente tinha as letras lá do Chico Buarque, o Gilberto Gil, o Geraldo Vandré, que a gente fazia estudos né, o que que queria dizer com o tal letra, o que estava por trás e tal assim por diante né. E, no ginásio, tinha os professores, tinha o professor de eh Mário né, que era de Química, o Abílio, que era Geografia, se não me engano, e a Tereza, a professora Tereza, que dava aula de, se não me engano, de História. Eee a lembrança boa que eu tenho é que eles eh eh levaram a gente para ver aquela peça, eh Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Né e eles eh antes a gente leu todo o texto, depois fomos ao teatro eh, assistimos à peça, a gente fez um debate com os atores e tudo, e depois continuamos ainda um mês ainda trabalhando na peça. Eee, naquele mês ou ou meses seguintes, a gente foi até o Parque Ibirapuera para ver uma exposição sobre o Nordeste, que chamava-se Etsedron, que é o Nordeste ao ao contrário né. E, nessa exposição, tinha eh umas árvores, umas raízes tudo retorcida e tinha uma caveira. de uma de uma vaca né eee. E essa imagem né da peça, junto com a exposição, assim eh marcou muito né as pessoas e a mim eh, especialmente, pelo fato da de ser retirante de uma situação né – no caso na casa da minha família, não foi a questão de seca né, porque lá não não não existia isso –, do fato de a gente ser desenraizado da da terra. E as razões disso acontecer né. E, no caso do Etsedron a a, é uma questão que era uma denúncia que continua até hoje com essa discussão do do Nordeste, a transposição das águas do Rio São Francisco e tudo. Eee e mesmo nesse período da da da da ditadura militar, assim a a a criatividade dos professores de dizer as coisas sem ser, digamos, panfletários né, mas vivenciando, fazendo a gente eh experimentar né experiências novas. Então, eu eu eu sempre tenho na minha lembrança esses três professores né, que acho que foram muito decisivos né para a minha formação como como pessoa.
Isso foi no período do ginásio, já?
Ah, foi ginásio, já. Em Artur Alvim? Isso era o.

É o mesmo prédio, mas eh de dia era a a escola né e à noite era o nome do ginásio.
E aí você termina o ginásio eee. Continua a estudar para como é que foi?
Quando terminei o ginásio, fui fazer eh petroquímica né. No colégio Piratininga, o colégio Piratininga. Só que era já era pago né eee ah mas. Já coincidiu do colégio, mas com já meu envol meu envolvimento político já né. Eu já participava da da JOC, que era a Juventude de Operária Católica. E aí, pelo hábito de sempre estar conversando, sempre estar discutindo, você acaba tendo mais informação. Nem é mais informação, você com você acaba tendo informações diferenciadas que o resto, digamos, não não não tinha tanto acesso né. E aí a a a a qualidade da do do do colégio né e aquilo que a gente esperava não não não batia muito né. E aí depois um sentido assim muito digamos muito crítico né em relação ao conteúdo e tal. E aí, no terceiro ano, desgostei da do colégio e e saí, né? Abandonei, né? E eu vim terminar a minha a o o o ensino médio só mais tarde, já no com o supletivo, né? Aqui nos vinte e sete anos né, aqui no Colégio Santa Cruz, né? Aqui no Alto de Pinheiros.
Você falou que você participou da JOC. E conta para gente um pouco mais desse envolvimento com a JOC e sua trajetória lá dentro.
Na JOC, assim ah, tinha um grupo de jovens desde a a a a Crisma né, que a gente vai vai ficando na igreja né, e tinha um grupo de jovens. era em torno de umas seis a oito jovens, que era os mesmo que frequentavam a a a o o o esse ginásio né então esse. Encontrava na escola e encontrava nas missas tal. Tinha um teatro eh. Tinha acho que é Bia né, que era a diretora teatral. Ali a gente fazia as coisas, tipo paixão de Cristo. E, toda semana, a gente tinha o o o encontro da gente. A gente fazia passeios né, ia tipo para eh Pico do Jaraguá, Moji das Cruzes, começava comerava comemorava aniversários e tudo eee. E tinha os vicentinos né, que eh recolhia donativo né para os mais pobres, visitava asilo e tudo e. E, entre esses vicentinos eh, tinha pessoas que eram da JOC, que eram freiras. que participava da JOC. E aí, na na discussão, a gente eh acabou sendo convidado também para para participar. Né e aí a gente fazia reuniões ali em Artur Alvim, eh Burgo Paulista né, Cidade de Carvalho né, São Miguel Paulista, aqui no no centro né da da cidade, e discutia as questões né da do do movimento operário, da da questão do do emprego, da falta de liberdade né, a questão do ver, julgar, agir né, que era era a metodologia que eles utilizavam, acho que ainda utilizam né. Eee e foi uma época muito eh interessante porque, pela JOC, Eu lembro que eu fiz acho que inscrição uma assinatura e eu recebia um boletim sobre a situação da eh da Amazônia né. Tinha lá o Dom Pedro Casal Casaldáliga né, e no São Félix do do Xingu né. E ali ele fazia uma espécie de um jornalzinho né que distribuía né. A gente recebia via correio. a gente ficava sabendo o que estava acontecendo né, a questão das invasões, a expulsão do do dos dos poceiros né, fazendas né que eram montadas na Amazônia, tipo fazenda da da Volkswagen, eh Tamakavy com com o grupo Silvio Santos né, em que, de repente, um grupo uma multinacional comprava uma fazenda para explorar, e e aí quem estava lá tinha que que sair né e. E aí muita morte né, muita dor. Né então, aqui em São Paulo, a gente eh acompanhava né o que estava acontecendo né em várias partes né, via a a juventude juventude né operária católica. E, da JOC ah, eu conheci outros movimentos né e aí Mais tarde, comecei a participar de um movimento mais organizado. Né eh já era um partido já tipo. Clandestino tal. Era... o pessoal que convidou a gente a priori era o pessoal do do Partido Comunista do Brasil, pê cê bê, hoje pê pê esse, né? Mas a gente acabou indo para para a Liga Operária, né?

Setenta e quatro setenta e cinco. Na Liga Operária, Mais tarde, quando começou a a abertura aí, o consti constituiu-se mais tarde na Convergência Socialista né. Mas, nessa época, era era terrível as coisas. Na época do morte do Eh acho que Manoel Dias ou Vladimir Herzog eh. Tem muitas pessoas que morreram que não não foi manchete né que a gente. Outras torturadas né eh. Pessoas presas assim eh para averiguação e e que apanhavam muito. E as injustiças assim, digamos, entre aspas né, habituais né. No no paulista tinha um um um co um colega da gente né, frequentava a igreja, normal, trabalhava. Aí foi acusado de de de de assalto, preso né eee. Depois a gente fez campanha tudo para comprovar que ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele foi entrevistado por um radialista. E aí o cara fala, ah, você é safado, fala como é que aconteceu. Isso pelo rádio, né? Eee. Aí depois, quando se comprovou que ele era inocente, ninguém foi lá para... Mesmo na mesma, dizer ah aquele rapaz que a gente acusou de safado, de vagabundo e tal, ele ainda isso não aconteceu.

Aí mais tarde que eu descobri como é que é feito né. Se entrevista a pessoa naturalmente, depois faz uma edição e insere né a gravação da do do do repórter né na época. E aí você escuta pelo rádio a pessoa brava, xingando o outro, né? Parece que está em cara a cara né, mas nada disso, né? Só um... Ah, é terrível <laughs> né? Mas é é dores né que ficam, né? Quantos e quantos? Né não fica assim, marcado pela pela vida, né? Eh. Com injustiças, né? A grande... um saldo positivo de você saber digamos ler e escrever diferente do meu pai e da minha mãe. E também de você ter acesso né ao ao porquê que as coisas acontecem né. É você eh digamos ter a compreensão do porquê das coisas né. Não se atribuir simplesmente ao destino, à vontade de Deus ou à vontade do demônio e tal assim por diante. Né e aí você vê as pessoas que que faz o mal né, que que usufrui disso né. E você compreende porquê que as coisas acontecem né. Foi importante eu ter participado da JOC, que me abriu muito né a o caminho à reflexão e, mais tarde, na no movimento político né, eh que coloca você como eh participante mesmo né da da vida do seu país né, para o bem ou para o mal.
E o seu envol seu envolvimento com o movimento negro, como começa?
Conta para a gente um pouco. O movimento ele começa eh já um pouquinho antes, na na própria, no grupo de jovens né, eh nas reuniões, nos baile, a gente vê as diferenças de tratamento né. E tinha, não lembro o nome dela, mas era uma freira negra né. E aqui, nas conversas assim mais informais e tudo, aí ela falava né, dentro da igreja, como que ela foi discriminada por ser negra. E a gente não entendia né, porque um ambiente onde se glorifica Deus, ter uma coisa tão tão assim inferior, tão né eh... contraditória. E ela falava tudo, mas a gente não não tinha, digamos eh... Atribuía, digamos, a a maldade de pessoas né, não a parte de um certo sistema né. Mais tarde com o o o, do dentro do Partido Político, aí a gente discutia a questão do do negro, do índio, da mulher, do homossexual e tal, e assim por diante. E aí dava, digamos, um embasamento eh político do porquê que essas coisas aconteciam em função do de uma classe dominante né que divide né as pessoas né aí por sexo, por raça tal e assim por diante. Eee e aí, quando, na Convenção Socialista, a gente cria, eh mais tarde, um um grupo chamado Núcleo Negro Socialista, em que a gente discutia a questão de raça, de classes né, e procurava discutir a questão racial né inserido aí né. E desse Núcleo Negro Socialista, a gente acompanhando as lutas de uma maneira geral, Mais tarde tem um, no Jornal Versus né, que era, na época, dirigido pelo Paulo Markun, que hoje era da Tê Vê Cultura né, ele que dirigia o Jornal Versus. E lá no Jornal Versus tinha a chamada edi Editoria Afro-Latino-América né. Nessa editoria tinha o Hamilton Bernardos Cardoso, que era o o editor dessa parte. o Vanderlei José Maria, ambos falecidos né, Rafael Pinto né, que se candidatou a vereador na na última eleição né, tinha Neusa Poli, que é hoje é diretora de um de um de um de um cursinho pré-vestibular. Né a Neusa Poli tinha o Marcos e aí outro. Eu também participava né.

Setenta e oito no comecinho do ano, aí acontece a a a prisão né eh do Robson Silveira da Luz, lá em Goianésia, no no quadragésimo quarto Distrito. Ele é torturado e morto. Meses antes, quatro garotos aqui no Clube Regata Tietê são impedidos de entrarem no clube por serem negros né. Isso em setenta e oito também aí. E isso somado já a tudo que já vinha acontecendo né, revolta no a comunidade negra. E o Núcleo Negro Socialista, junto com outros, Grupo Grupo Decisão, Grupo CECAN, Acacab, SINBA né e várias entidades negras, se reúne ali na Rua da Consolação, na á cê bê bê, que é a Associação Cristã Beneficente né, e a gente lança as bases né do do de movimento denominado movimento negro unificado contra a discriminação racial né.
E aí em sete... Adão, você estava contando sobre o surgimento do movimento negro unificado.
Então, aí a gente se reúne na na. com essas várias entidades né, e a gente elabora um manifesto né, e aí várias faixas né contra a discriminação racial, contra a violência policial, pela democracia racial né. E a gente desce ali da altura, em frente ao Mackenzie né, descemos pela Rua da Consolação, e aí vai juntando eh pessoas, ter cobertura jornalística né. E aí a gente faz um um protesto no nas escadarias do Teatro Municipal. O protesto também eh participa eh Abdias Nascimento né e e vários né eh líderes né negros né eh que já tinham algum nome né, já era algum reconhecimento né. Mas, ao mesmo tempo, tinha muita tinha os grupos de músicas né, eh tinha os bailes e tal da dos jovens negros que se encontravam ali pelo Viaduto do Chá. A gente num a gente que estava fazendo o movimento, que estava se organizando tudo, muitos dados a gente não tem condições de se quantificar, qualificar nada você está fazendo né as coisas né. Mais tarde, que a gente uns falam que tinha três mil pessoas, outros falam que tinha um pouquinho menos e tudo. Mas o fato é que a a fotografia do do evento Ela ficou conhecida a nível nacional nível internacional né. O nosso manifesto ele foi reproduzido por vários vários jornais né. E, em sete de maio ou não sete de julho de mil novecentos e setenta e oito, era ainda plena vigência da ditadura militar né. Um ano antes, eles tinham invadido a a PUC. que queimou aquelas duas garotas né. Nessa invasão, a gente participou também. Né eu participei, estava lá. Isso em setembro de setenta e. E sete né então, para julho né assim, a a diferença de repressão era pouca né. Naquele ano, despontou também no Á Bê Cê né as greves operárias, com Lula dirigindo e tudo. Setenta e nove né, que aconteceu a a o começo da dessa do movimento de anistia, aos presos políticos né. Então assim, o movimento, o a morte do Robson Silveira da Luz, mais essa discriminação aos aos quatro garotos né, é o estopim né eh de uma reação que já estava latente né na comunidade. Porque quando a gente eh dá o grito né, já está assim sufocado né na garganta da da da gente. Então, eu considero esse esse sete de julho como um um um dos marcos históricos né do Brasil, uma mudança mesmo né, significativa né. Porque parte da do da camada da população, que é a maioria né, e é mais oprimida, e é grande a grande, digamos, carente né da da liberdade né, dos direitos. Né eee eu acho que somente a partir de uma mudança significativa e e o movimento negro unificado, o eme ene u, quer dizer ele dá uma continuidade a um processo, só que de uma forma mais organizada. Né aí depois do do eme enê u que vem Oitenta e seis né, no governo do oitenta e quatro oitenta e seis não oitenta e seis no governo Franco Montoro, que é criado o Conselho de Participação da Comunidade Negra né, dentro da estrutura do governo, Oitenta e nove, a Luiza Erundina cria o né, que é a que é um setor para discutir a questão da política negra dentro da prefeitura né e o. Ambos existem ah até hoje né aí. Mais tarde, um pouquinho antes, no governo Sarney, é criada a Fundação Palmares. Eee também que re eh ressalto que foi o o o eme ene u, foi o Movimento Negro Unificado, depois do do sete de julho, a gente fez vários encontros né. Fui para para a Bahia, Rio de Janeiro né, Minas né, divulgando e organizando né a população né. E o eme ene u é que lançou o vinte de novembro como o Dia Nacional de de Consciência Negra. E hoje, vinte de novembro, é feriado em vários municípios. Né na cidade de São Paulo, a partir do Governo Marta dois mil e quatro, é feriado né. No Rio de Janeiro né, em Alagoas né, Campinas, uma do da das primeiras cidades a tornar feriado. Então, é é gratificante você ver eh eh uma mudança de atitude que vai gerando outras mudanças, vai gerando estruturas né de participação, como são essas instâncias no no município e no estado, e agora a nível eh eh nacional com o governo Lula, quando ele quando ele cria a a CEPIR né. Uma raiz está lá atrás. Mas isso só foi possível porque, além da revolta né, eh eh tinha muitas eh muitas pessoas que eh estudavam, discutiam né, eh elaboravam né teses, elaboravam ideias. Eee e daí que eu vejo assim que a, hoje né, quando coloca a questão da educação a nível nacional né, a a mudança que que que está ocorrendo e vai acelerar na medida que o conhecimento se faça amplo para todos. Porque é a ignorância que escraviza né. O cara que escraviza Mesmo ele letrado né, ele é ignorante né eh, dado ao o ele não saber quem ele é né, como que ele é, para que que ele está nesse mundo né. E e aí a a a a a comunidade negra né, quanto digamos, quanto vítima, É meio contraditório, mas ela acaba tendo a função de modificar a própria visão de quem é o opressor e fazer com que ele retome o caminho daquilo que é o o correto né. Quando deveria ser, digamos, quem sabe mais se comportar né e direcionar quem sabe menos. mas está sendo eh o inverso né eee. E a participação do eme ene u desde essa época eh eh foi foi e continua sendo, digamos, eh importante.
E, Adão, como é que você conciliava toda essa militância sua no movimento político, no movimento negro, com a sua sua trajetória profissional?
Olha, no...
Na época, em setenta e quatro. Então, eu tinha uma base, digamos de de de, para eh eh eh manter né a a casa né, ajudar a família né eee. Mas, quando você está militando, se você não tem uma uma fonte estável né, então, a a sua formação ela fica, tipo, sacrificada né, porque você tem que ter foco para as coisas né. E nosso foco, na época, era era eh ter alguma alguma algumas políticas né que melhorassem as condições de vida de uma maneira geral né. E o nosso foco nunca foi um foco assim, digamos, do eu vou me formar para resolver tal coisa, para assegurar o bem-estar da minha família, porque aí posso posso ajudar os as outras pessoas né. Mesmo no grupo que a gente participava, não tinha essa para eh essa esse tipo de de visão. Era vamos fazer e vamos viver e. E e, na questão política mais partidária mesmo, não tinha mesma perspectiva assim de longo prazo também num num eh num era era pouca né, porque a gente via gente morrendo. Né não sabia se a gente ia ser preso. Por política, eu não sabia se ia encontrar um um policial que ia dar um por simples maldade né e, torturar e matar. Então eh, pensar em formação de longo prazo né, pelo menos para a gente, era um pouco eh difícil. Embora tenha pessoas que que fizeram isso, que se deram, que se habilitaram profissionalmente, foram exercer cargos públicos até. Mas eu num eu num tive esse foco né e. E é mais trabalho, mais militância e a questão eh de ajudar né a a própria família né. E a fa família, mesmo assim, em casa, eles apoiavam né, sofriam bastante porque eh sabia que estava vindo com alguma coisa né que era um pouquinho, digamos, era complicado. Mas e num a gente falava uma coisa ou outra, mas num num num dava todas as informações né eee. Assim a nível assim material né, a família ficou em segundo plano, terceiro plano, quarto plano. A gente continua tão pobre como antes.
Mas você como você fazia isso? Trabalhava e participava dessas reuniões à noite, final de semana?
Era à noite, final de semana. Né eh de férias, a gente viajava para o Congresso né ah. Às vezes, não dava tempo de votar e faltava na segunda-feira e tomava suspensão né. Fazia como fosse possível.
E vida pessoal? Nesse período você já namorava, já tinha casado?
Conta para gente. Não eu. Namorava, assim, uma coisa assim eh eh... Pouco tempo, curto tempo, né? Eu vim, digamos, namorar mesmo a longo prazo, a partir de

Quando eu conheci a a Carmelita né, que a gente começou a namorar, eu ainda participava do do movimento né, era parte da Coordenação Nacional. E aí depois eu reto eu voltei a estudar né. Teve que fazer o supletivo para terminar a escolaridade e tudo. E aí não dava para compatibilizar né digamos a escola, a militância, na mesma velocidade que a gente fazia né. Então, eu pedi afastamento da coordena coordenação do movimento. e continuei participando de uma forma mais mais eh fraca né. Eee e aí, desse afastamento, fui me afastando mesmo. E aí participei mais tipo assim de sociedade de amigos de bairro né, movimento de saúde né eh, eh quando tinha, digamos, assembleias né, encontros gerais, a gente participava né, mas não de uma de um enquanto eh eh dirigente. Depois, a escola foi envolvendo. Em oitenta e ah oitenta e três, eu casei né. Oitenta e quatro, nasceu a minha filha né eee aí. Com com com a minha filha, aí ficou mais caseiro ainda né. E aí eu dei eh eh foco no onde eu morava né aí. Participei da diretoria da Sociedade Amigos de Bairro. E aí são ene problemas, né? Asfalto, luz, saúde, né?

Clube de mães, né?

Enquanto isso, você trabalhava no Correio? Ou já tinha saído de lá?
Do Correio eu eu saí em oitenta e cinco, né? Aí foi... Desde oitenta e três, eu eu participei de uma de uma... De uma empresa que... Como Bico, né? na área de de de venda de de cosméticos né, por causa da da da minha esposa né. A gente entrou na empresa, começou a participar e tudo, e e aí eu eh saí do Correio e fui trabalhar como autônomo né, como vendedor. Né a gente organizou uma equipe de venda né, tinha umas dez, vinte pessoas e tudo. Mas não tinha digamos o que eu obtive no Correio de Fundo de Garantia, eu investi nesse negócio. Só que eu não tinha a maturidade para gerenciar esse tipo de coisa. Tinha mais, tipo, força de vontade né, aquela coisa de formar equipe. Né eee aí o negócio, passado um tempo, uns dois anos, três anos, ah aí foi fracassando né. Aí eu fui fazendo outras coisas né, trabalhar com roupa, Trabalhei com venda de Yakult uns dois anos né ah aí. De roupa, a gente montou uma loja. Né ah e a loja foi na época do já no governo Collor. Né inflação na época do Sarney, quer dizer inflação altíssima né, você tinha que eh mudar o preço todo dia só que não dava. Ou você trabalha, ou fica etiquetando né o preço. A gente fazia, acompanhava mudança pelo dólar e fazia a correção uma vez por semana né. E foi terrível né, porque a gente tinha um estoque eh muito grande né, nós tinha uma clientela enorme, tinha mais de seiscentas pessoas tudo cadastradas né. E, como a gente vendeu cosméticos e vendia Yakult antes, também era bem conhecido né no no no bairro. A gente trabalhava, Quando a gente fazia uma rua para voltar de novo né, voltava dois, três meses, quatro meses depois, mesmo para atender as pessoas, era muita gente ah. Mas aí veio o o governo Collor e a abertura né. E aí a, com a invasão dos dos produtos com preço mais baixo né, eu fiquei com estoque. altíssimo, caro né, e e as pessoas tinham acesso a produtos mais baratos né. E aí veio as dificuldade, a gente teve uns dois assaltos né dois não, uns três assaltos. Eee e aí o cheque na praça né eh ficou a descoberto né eee e a gente acabou falindo nessa parte de de comércio né. Aí restou muita dívida né para pagar, e a teve que liquidar o estoque, tipo a preço de de Agora, que o que ressalto nessa época assim como você tem uma visão, digamos, pela formação política. Você vê a questão política, a questão econômica, você vê por que que as coisas estão acontecendo, de que forma e tal, e assim por diante. E a minha esposa, ela é é mais, assim tipo, na na nesse esforço próprio né, não tem a visão geral do contexto. Né então eh eh, mu mu muitas muitas coisas aconteciam, mas você sabe o porquê está acontecendo, mas a sua parceira não tem a visão das causas. Então tem muito, eh tem eh não é o o o o atrito em si né, mas é visões diferentes né eh por exemplo. Depois que teve o assalto, E era assim um moleque que a gente conhecia que desde pequeno né eh. Época assim que eles se envolveram com crack né, com drogas e tudo. E que te fazia, digamos, o mal agora e daqui a quatro horas né te reencontrava. E aí, como é que está? Tudo bem? E aí você... Como, né? Como se não tivesse feito nada. Mas eh, sob o efeito de droga né, eles num num eram, digamos eh eh, pessoas em si mesmas né. Era um algum tipo de ser né, eh em função da da droga. E aí a a, em mim, causou assim um um certo trauma né de de de de venda né, de se relacionar né. E, nessa época, em noventa e quatro né, teve a a eles tinha o horário eleitoral, fui convidado para fazer uma pesquisa participar de uma pesquisa como entrevistado. E aí, nessa pesquisa, estava lá o Lula, Quércia, Henrique Cardoso né, eee e era feito durante o horário eleitoral. Assistia e dava opinião. Se ele gostasse daquele programa, ele girava um botãozinho de cinquenta a. Cem se não gostasse, cinco. O que me chamou a atenção na época é que, dois dias depois do que a gente discutia né, e aí um candidato aparecia falando o que a gente estava achando que era bom e criticando aquele que a gente estava criticando né. Nossa, que coisa coincidência né. O cara é bom mesmo, o cara né entende, fala o que o povo está querendo. Aí, mais tarde, eu descobri que que o candidato contratou essa pesquisa. Né então falei, que poder né então! Não importa muito né o que a população está está está batalhando.

O que importa é que ele fale aquilo que as pessoas quer escutar, quer ouvir. E, para falar aquilo que as pessoas quer ouvir, a gente faz-se pesquisa né. E aí eu vi o poder que tem a a pesquisa, a mídia né, e aí eu senti vontade de conhecer isso um pouco mais né aí. Noventa e cinco, fui trabalhar com pesquisa de mercado né, fui ser entrevistador. A gente fez pesquisa de todo todo tipo né, com todos os produtos que tem existe aí. Começou com esse o omo né que era omo, que virou omo total, omo multiação né, aí veio o cores né, aí veio os da das empresas dos carros, Volkswagen né, remédio né, gelatina, sabonete, tudo que é produto. Né eee mas, em todos eles, a gente vê quais são as necessidades das pessoas né, as ansiedades, o que as pessoas querem, como querem ser tratadas, como querem né... E aí se faz um conceito, do conceito se faz um produto piloto, aí vai se aperfeiçoando até chegar o aquilo que as pessoas chegam na loja e compram e falam, nossa senhora, que maravilha, né? E é isso que eu estava precisando. E a, para muitos partidos né, a política é como se fosse um produto a ser vendido. Então, tem que conquistar aquele eleitor né eee. Mas aí soa um pouquinho eh meio ao meu ver é um pouquinho falso né em relação àquilo que a pessoa é em si mesma e aquilo que ela tem para interagir com as outras pessoas. E a gente, nos dias de hoje a, na questão, enquanto ser humano, enquanto homem homem eh negro né, ah a gente vê que esse espaço de de se viver né, de se colocar, É uma área assim que a gente tem que ah procurar conhecer mais né, se especializar mais né, para a gente eh não repetir né, não ser o, digamos, o futuro explorador. Não tirar né um explorador e colocar outro com, só que com outra cor, com outra cara, e repetir a mesma coisa. Essa é a é a principal digamos preocupação que eu tenho hoje né. Porque você conhece um pouco mais e conhecimento vira poder. A questão é o que você faz com esse conhecimento. Qualquer título que você tenha, o que que você faz com isso?
Né. E eh a partir dessa experiência sua, com pesquisa, pesquisa de mercado né, ãh você vai se envolvendo com outras coisas? Como se deu a sua trajetória profissional até hoje?
Bom, na pesquisa... Eu fiz pesquisa até dois quer dizer... Em embora eu fazia pesquisa, eu participava também do do da sociedade, de uma maneira geral né. Então eh, depois que eu saí do mo do que eu me afastei do do movimento unificado e participei dos de bairros, eh eu participei de um grupo, que era da da Federação Espírita, chamado Luz e Esperança. Isso foi em noventa e um, noventa e dois, noventa e três eh. Ele discutia a questão da AIDS né eee e dava, fazia auxílio né para as pessoas. Então, visitava né eh, no no hospital né, na presídio. Né então, a gente fazia visita eh visita ao Carandiru né e aí encontrava lá as pessoas. os presos né com AIDS né, sem visita, sem sem tratamento, sem carinho, sem nada. A gente ficava ali duas horas, três horas conversando né eee e eles ficavam muito, digamos eh eh, agradecido né pela visita né. Mas a gente que acabava eh recebendo mais do que dando. Né porque ouvindo a história de cada um, sentindo a dor de cada um, Eee a gente vendo assim o o que que é a vida, o que vale a vida né. E, nesse período, me chamou muita atenção eh, nas visitas. Essa aí, como era perto de casa, eu ia todos os eh todos os domingos, na parte da manhã né eh. Era uma casa que eles cuidavam de cerca de trinta crianças né, desde bebezinho até quatorze anos, eh todos com AIDS. abandonadas né pela pelas mães, recolhidas né nas ruas, deixadas né eh aqui na na FEBEM, no Emílio Ribas. Eee e lá me chamou a atenção do do então diretor o Laercio, que foi quem criou, porque ele contava a história que, se não me engano, acho que é São José do Rio Preto. Um rapaz ele descobriu que tinha AIDS eee aí ele não sabia né o que fazia, o que que era aquilo. Sabia que ia morrer. Na época era a única certeza que o pessoal tinha, né? AIDS mata né e. Eee aí tinha medo de passar. para a mãe né, família. E aí ele saiu de casa né. E a mãe ficou eh desesperada, procurando e tal. E ele num num eh num... Virou um mendigo barbudo, todo todo perdido né. E aí, quando se soube dessa história, O Laércio foi para lá, aí foi conversar com a com a mãe, depois conversou com ele, explicou o que que é a AIDS né, como é que surgiu, como se transfi como se se transmite, como é que se trata aí descu eh. Falando que pode, digamos eh, comer né, pode dar a mão né, pode beijar. Pode ter carinho um para com o outro. Depois foi, procurou o rapaz, achou pela cidade. Foi conversar com ele e tudo aí. Depois de anos né que eh os pai eh, filho e mãe eh se reaproximou. Porque alguém de São Paulo foi até lá para dar uma informação. Então, assim, era muita história, assim eh, pesada, muita coisa triste, né? Da de uma menina que ficou durante muito tempo dentro de um de um quartinho eh com a. A mãe morreu, aí a a criança ficou com a tia. E a tia passava a comida por baixo da porta, né? Com medo de pegar aquela doença, né? Então, assim, a a gente saiu... de um movimento, digamos, que queria tanto um movimento político, depois, mais tarde, o movimento negro também é um movimento político, mas ambos é é um movimento para fora. Você sai para eh arrebentar, para você eh denunciar né, você querer derrubar as coisas para reconstruir o mundo de novo e tal. De repente, está com pessoas que isso num... não tem importância para elas né. O que ela quer é ouvir um um uma palavra de carinho né, uma informação eh, coisas que façam elas a se verem como pessoas novamente. Né então, você tem dois extremos né, mas o ser humano é um é um só né. E, tenho embora assim afastado assim do do movimento político de uma maneira geral, mas a gente continua fazendo a política de uma forma mais mais para o interior da gente mesmo né. Então nessa época de. a gente fazia isso né. E, ao mesmo tempo, tinha a questão da venda das roupas, da inflação né, desses problemas todos né eee. E, sempre que as coisas ficam muito difíceis, Aí me vem a lembrança das histórias né, que parece que hoje, logicamente, mudou né. Tem políticas né já, digamos, de saúde, de sociais e tal para esses setores da sociedade né eh. Porque os governos né, os conceitos, a sociedade hoje é melhor. Eh então, a cada fase, a gente vai, digamos, eh eh dando um salto né de de de de qualidade né eee. E a formação digamos eh sua. Ela fica meio, digamos, permeada por essas experiências né. E, às vezes, você, digamos eh, se perde né. Porque o que a gente é formado pela sociedade, você eh estuda né, sai do fundamental, vai fazer o ensino médio, faz um cursinho, entra na faculdade, sai com seu diplominha né, aí muda a faixa salarial, sua renda, compra sua casa. tem o seu reconhecimento familiar, público, da sociedade, e depois você se aposenta né. Você constrói um lar bonito. Um castelo onde sua família está resguardada, protegida, seus filhos encaminhados né então. Todos esperam que isso aconteça desse jeito, desse script desse jeito. É o que você vê nas propaganda né então ah. A gente é formado desse jeito. As mulheres são formadas desse jeito né. Os jovens também é orientado para que assim seja. E muitas vezes, na maioria das vezes né o, o script não se dá desse jeito. Não existe um castelo, não tem um mundo encantado né eh. As pessoas sofrem, as pessoas têm problemas né eee e, às vezes, não vai chegar o a esses patamares de felicidade né. Eee e você leva tudo isso junto com o seu trabalho, as suas obrigações enquanto pai, enquanto esposo. enquanto ser humano e tal, assim por diante. E é difícil você, digamos, eh eh relacionar todas essas coisas e se manter, digamos, eh inteiro. Né mas todo mundo espera que você esteja... Bom dia né, bom dia, tudo bem? E está tudo ótimo, tudo bem. Problema não, não tem nenhum problema né eee. Mas né as coisas não eh não acontecem desse jeito né. Os problemas existem, então aí a gente tem que se colocar, se se situar.
E, Adão eh, o que que você faz hoje, nos dias de hoje assim, em termos de trajetória profissional e em termos de trajetória política?
Em termo de trajetória profissional em eh. Depois que eu terminei, no que eu estava não terminei, estava fazendo a a a pesquisa eh eh de mercado como profissão né, entrevistado na no dê erre i, aqui na na Rebouças, eu também eh participava como como colaborador né de uma entidade de pacientes de anemia falciforme né. Essa história, assim, sete setenta e oito, quando a gente aprofundou mais ainda a discussão sobre a questão racial eh, dentro do do eme ene u a gente discutia a questão da saúde da população negra, né? Eh eh. Diabetes, né? Aquela tipo Mellitus, né? Que é uma incidência, questão de pressão arterial, a questão de alcoolismo, né? E a questão da anemia falciforme né, porque geneticamente a população negra é que tem maior incidência né. Né e não tinha na época nenhuma política de saúde a esse respeito. Na época tinha a doutora Iracema que que fazia trabalho, pesquisa, fazia tratamentos. Mas era uma coisa tipo individual, não era uma política de saúde do Estado, nem do município, nem de ninguém. Né e a gente discutia a necessidade de ter eh verba para isso né. Mas, na época, eu nós não posso falar nós, eu enquanto digamos militante, era mais uma bandeira. Mas assim eu não conhecia ninguém com anemia falciforme né eh. E aí, em noventa e. E é um pouquinho antes, noventa e seis o. O vizinho eh, da aqui da da de onde a gente morava ah, tinha uma criança que sempre estava no médico né, constantemente tal. Tinha dor. Aí eu falava para ele ah, vê se vê se não é anemia falciforme né eh, porque tem problema de saúde que eh acontece mais com pessoas da raça negra né. Vai lá, faz um teste, fala com o médico. Eee e aí o médico disse, não, nada disso, não, e e continuava né no tratamento. Até que ele descobriu, oito meses depois, que o filho dele tinha anemia falciforme. Às vezes o a mãozinha ficaa inchada. Né a quando ele deve ter caído né, caiu na escada, bateu em algum canto e aí enfaixava né. Aí depois passava aquela questão né eee e voltava ao normal. Mas depois doía a outra parte do corpo. Ele foi fez o teste né e aí descobriu que era anemia falciforme. Em fevereiro, se não me engano, a Folha de São Paulo fez uma matéria de duas páginas sobre anemia falciforme. E na matéria tinha o endereço de uma entidade que, da da pessoa que estava fazendo a pesquisa aqui pelo Hospital das Clínicas. Eee e aí ele foi nessa reunião, né, e lá ele falou eh que ele soube porque o o vizinho, né, que tinha orientado, tinha falado para ele e tal, e assim por diante. E aí o pessoal me convidou para ir nessa reunião. Eu fui mais por causa dele e tal, né. E nessa reunião que eu conheci as pessoas que têm anemia falciforme. Quem é, o que sente, o que pensa, como que fica o corpo delas, né. E aí eu participei, dei algumas ideias, algumas opiniões e tal e eles me convidaram para participar. E aí eu eu a gente fundou em oito de março de noventa e sete né, com a entidade chamada Associação de Anemia Falciforme do Estado de São Paulo, com a presidência da Berenice Kikuchi. que era uma enfermeira negra né, eh foi diretora de posto de saúde tudo que tinha o. Ela recebeu uma bolsa da Fundação MacArthur para fazer uma pesquisa sobre anemia falciforme e da pesquisa eh eh, interagindo com os pacientes, que eles queriam fazer uma entidade. Então, da do interesse dela na pesquisa e da ansiedade deles eh se expressarem eh a sua dor e as suas necessidades né, surgiu essa entidade lá na Cidade Patriarca, na Zona Leste né. E aí eu eu passei a a fazer parte da diretoria. E a gente eh elaboramos um um projeto de lei Eee e aí fomos para... Que quando a gente estava elaborando o projeto, aí o o vereador Carlos Neder né, que era do pê tê, ligou, se colocando à disposição da gente né, que fosse possível, que ele era, acho que foi ex-secretário de saúde do município né, que fosse possível ele estaria à disposição. E a gente foi na Câmara e começamos a elaborar o projeto. Né eee aí depois começou toda uma campanha para fazer esse projeto ser aprovado né, eh com denúncias, com adesão né de vereadores né, de outras entidades do do município né, pessoas e tudo. Eee a gente conseguiu que o projeto fosse aprovado por voto de liderança né. Né aí foi digamos pelo pê tê. pê esse dê bê, se não me engano, votou a favor. pê efe ele eh, acho que pê ele, votaram contra. A base, que era do do prefeito, votou contra o projeto. Né eh mesmo assim, a gente conseguiu aprovar e foi para o prefeito, na época era o Celso Pitta, E era engraçado, porque ele tinha uma assessoria contra o projeto né, mas a gente conversamos com ele, fizemos várias cam várias campanhas, assinaturas né, e ele eh vetou algumas partes, mas aprovou.
Né então... Adão, você estava falando para a gente sobre o projeto de leis da.
Então, era engraçado porque, na prefeitura eh, tinha o prefeito né, que que que era negro né, e, logicamente, ia simpatizar com a ideia. E tinha os partidos né que apoiava ele e tudo, que estava governando com ele, que eram votaram contra na na Câmara. E a gente achava muito engraçado isso. E a e a Berenice trabalhava na e era funcionária da prefeitura né também. Eee e, nessa época, a gente teve eh vários apoios. O o Sesc né foi muito importante né, porque... tinha o o SESC, e o SESC tinha uma parceria com a com a CONE né, que a CONE é a enti ah o departamento dentro da prefeitura que cuida das questões da comunidade negra né eee. E a Berenice ela conseguiu envolver a CONE e da CONE fez parceria com o SESC. Aí a gente organizou, na no SESC aqui da Consolação, o primeiro seminário, eh seminário se não me engano, latino-americano né sobre anemia falciforme. Aí veio médicos né de vários lugares né para falar sobre a patologia. A gente fez eh eh relações né de consultas com a com os Estados Unidos né, que lá tem um um setor já muito desenvolvido, sobre essa doença lá, chamada sickle cell né. Então, ela é bem organizada. A gente teve várias eh eh, digamos, parcerias via o trabalho da da Berenice e a Fundação MacArthur né. Eee então, esse período foi muito, digamos, eh rico no no sentido de de elaborar o projeto, elaborar as leis e tudo. Eee e aí um uma situação que era eh faz parte dessa estrutura eh de orga organização política do Brasil que é um é terrível. O que que tinha? O governo Maluf e o governo Pitta criaram o PAS. O PAS é uma autar uma autarquia que recebe eh é tipo particular dentro do governo né, e por ser não fazer parte do Sistema Único de Saúde não pode receber verba do governo federal né. Então eh, por causa disso, Qualquer eh unidade básica de saúde no município que tivesse pessoas com anemia falciforme não poderia receber tratamento né específico para anemia falciforme porque o o o o esse PAS né não podia receber verba do governo federal. E o governo federal, o SUS, é o único que tem tinha o que tinha política específica para anemia falciforme, porque tinha um projeto já de, um programa de noventa e seis né, da época do governo do Fernando Henrique Cardoso, que se elaborou um grupo de trabalho, e nesse grupo de trabalho tinha a anemia falciforme né como prioridade eee. E nesse grupo de trabalho envolveu o Ministério da Saúde, que teve uma atenção especial sobre isso. E acionava o quê o? O o agá cê, o Hospital das Clínicas né, através da da do Departamento de Hemoderivados, E dos hemoderivados, por quê? Porque quando a pessoa tem a anemia falciforme, ela... alguns eh necessitam de de de de transfusão de sangue, né? Porque na crise falcêmica ah, os nossos glóbulos vermelhos, né? Eles são redondinhos e a membrana, né? Eh. Bem flexível. Então, flui pelo corpo inteiro. Quando dá a crise, o glóbulo vermelho e as hemácias né, que têm ferro e oxigênio né, na crise o oxigênio sai, sobra o o ferro, aí então a membrana fica endurecida. Naqueles capilares mais pequenininhos eh, há obstrução e uma célula vai eh encavalando, vai obstruindo a passagem. Aquele local incha, como no braço do menino que eu que eu disse né, e aparentemente ou a queda. Se incha essa parte aqui, ah, ele tem uma apendicite. Incha outro local e até que seja diagnosticado, aí os diagnósticos são falsos. Se o diagnóstico é falso, os procedimentos são falsos. Então tem muita gente que foi operado de coisa que não tinha, que não era aquilo, era crise falcêmica. E para resolver isso tem que ter um médico bem informado. Em noventa e sete, a maioria dos médicos que a gente conversava não sabia nada de anemia falciforme. Os únicos que tinham conhecimento, porque eh era estudava, era questão de pesquisa, era o pessoal da da da da USP, através do hospital das clínicas. Mas postinho de saúde né, interior, Mogi das Cruzes, Osasco toda a, ninguém né. Eee então, era muito digamos eh triste, dolorido para a gente.

Né ah e beltrano, como é que está? Ah, está internado né. Ficava lá uma semana né, aí voltava para casa né, aí depois de ir para reunião, tinha reuniões que a gente marcava aqui marcava aqui com o secretário de de saúde né, ah uma que a gente marcou quando foi no primeiro ano do do governo da da Marta ah. Era um determinado horário né, e aí tinha que estar a diretoria em peso ali. Eee aí falei e aí que o pessoal que está chegando atrasado e tal né, aí a pessoa estava internada né, estava em crise. Mas eles tinham, digamos eh, tinha e têm uma força de vontade muito grande de querer participar né, querer resolver as questões né, mas a doença eh, a doença que é degenerativa, vai limitando a ação da pessoa. Então, você tem, digamos, um problema grave na mão, Você vê os recursos indo embora, as autoridades de saúde que teriam obrigação de resolver essa questão né eh sem condições, e os políticos né com outras prioridades né. E tudo isso dentro de um de um de um governo do do maior estado da América Latina, e não a capital Eee então isso aí deixava a gente muito maluco, muito raivoso na época né, porque o dinheiro estava no governo federal, não podia passar para o municipal, porque o municipal era privado, através do do do Paulo Maluf. E, ao mesmo tempo que a gente militava eh nessa nessa área né, a gente tinha a questão eh profissional né, manter a família, aquela coisa toda né. E aí, as às vezes eh, coincidia reuniões com trabalhos né, e muitas vezes você teve que deixar o. o trabalho por causa de de uma coisa que era, num momento, mais importante. Então, a família às vezes ficou, digamos eh eh, sacri sacrificada né desde. Nesse período também é importante eh eh eh ressaltar as a as parcerias, eu falei do do do do. E, nesse evento que o Sesc promoveu, veio um rapaz jovem chamado Billy né. Ele era estudante da USP, fazia geografia e era fã do Milton Santos né. E o Milton Santos que levou eh tinha uma matéria chamada Geografia Humana, que fala da mobilidade das pessoas. E o Billy, nessa palestra, ele falava o seguinte, que São Paulo, antigamente, tinha tinha um centro e uma periferia né. E hoje, que era em noventa e sete né eh, São Paulo era uma periferia com um centro. Dizendo o seguinte, que a a cidade ela foi deteriorando né, e aquilo que era, digamos, central, de qualidade e tal, decaiu bastante né, e virou uma grande periferia né. E a questão da anemia, da anemia falciforme, está colocada nesse contexto. Porque a a maioria da da das pessoas das pessoas que moram na periferia né são negras, e dessa maioria também muitos já estão no centro, porque o centro ali, ele decaiu né bastante na na sua quali na sua qualidade de vida. E essa questão de saúde tem sido a questão, digamos, colocada de uma maneira geral. E e o Billy foi muito, digamos, feliz nessa colocação. E hoje eh continua sendo, digamos, muito moderno né, quando a gente discute a questão do plano diretor né, ou mesmo quando discute a questão da descentralização das políticas de de saúde. E também nessas outras parcerias que eu estava colocando ali no SESC, teve a, na no caso da Neuza Poli, que era do grupo Cursinho né Tema um, que ela dirigia, Ela fez parceria com a o início da EDUCAF em noventa e oito né. EDUCAF é a educação... Educação para carentes, negros e afrodescendentes né. Para afrodescendentes e carentes. É da Frei David né, ligado com os franciscanos e tal assim por diante. E, dessa parceria, eles tiveram as bolsas aqui na Universidade São Francisco, aqui no no no Paris. E, dentro dessas bolsas né, a Neuza eh ligou para mim, dizendo que eh tinha algumas bolsas né que estavam abertas e eu não queria concorrer a a uma uma vaga né. E aí eu falei... Tanto tempo parado sem estudar e tal, acho que não tem condições, mas né só vai lá vai fazer o teste. Aí fui, fiz o o vestibular e consegui passar né. E aí comecei a fazer eh administração. E e aí, na faculdade, a gente estudava, ao mesmo tempo, a gente tinha o compromisso de estar ampliando né a luta por mais vagas na universidade né. E aí a gente acabou participando também das lutas da da da EDUCAFRO, na campanha para para para que houvesse mais vagas na na na universi na na USP né, porque, na USP assim, o pessoal era contratado, Por exemplo, no primeiro ano, digamos que tenha cinquenta alunos né, o professor recebe xis por mês para dar aula para cinquenta alunos. Aí, quando chega no quarto, quinto ano da formação, tem tipo dez alunos. O professor continua recebendo da a para lecionar para cinquenta alunos. E a USP, ela não preenchia essas vagas. Então, se tem cinquenta no primeiro ano e tem quarenta, trinta e cinco no segundo, essas quinze vagas que estão cadeiras vazias ali, faz um um um concurso vestibular e preenche né com outros alunos, mesmo que venham de fora. A USP não fazia isso. Né então, a gente começou uma batalha muito grande pela EDUCAFRO para que houvesse mais vagas né na USP, na Unicamp e nas nas públicas da maneira geral. E por que isso era importante? Ah. No nosso caso, nós tínhamos a a a carência de, como ainda tem né, de profissionais que possam se sentir e possam, digamos, pensar a partir da sua realidade. Eu só conheci um médico que tinha alguma experiência com anemia falciforme, que era o o doutor Tito né. Tinha também a doutora Iracema, que era médica negra. Mas todos os os restantes, e aqueles que têm o poder de decisão do dinheiro, eram todos brancos né. E não sentiam o que a gente sentia né. Eee e então, daí que a luta... da Neuza Poli, da EDUCAFRO né, e mais tarde, da gente, para o acesso ao conhecimento né. É uma luta eh muito, digamos, signi significativa eh pela mudança que traz, pela mudança que o conhecimento traz. Eee e o fato da gente, enquanto população negra, não ter acesso né torna as dores muito maiores, porque a gente não tem os meios de resolver. E não somente a questão da medicina, mas a questão da da filosofia, para você se ver, para você se compreender né, você poder elaborar os pensamentos, as teses e tal, e assim por diante. Não ser, simplesmente, aquela questão do de eu acho isso, colocar a questão do ponto de vista eh pessoal, porque é assim que eu acho que deve ser feito, mas quais as razões? Onde vai levar? Por quê? Como pode ser melhorado? Então, a a a questão da da da da dessa anemia falciforme, dessa luta né, assim como a questão da AIDS com o Grupo Luz e Esperança da da Federação Espírita, assim como a questão da educação com a EDUCAFRO, assim como a questão da questão política pelo movimento negro unificado né ah. São todas, digamos, áreas de atuação que são, digamos, gritos né de de desespero né de uma população, de uma parte da humanidade que quer né viver, quer contribuir, quer se colocar. E a experiência, no caso, eh se fala da questão da experiência profissional. É difícil você, digamos eh, separar uma coisa da outra. Geralmente, as pessoas fazem isso, né? Eu sou administrador, no meu horário vago, faço tal coisa. Ou, da minha renda, eu dou xis para tal entidade e, cumpriu seu papel social, pronto, está ali né. Ou sou, digamos, um vereador, um deputado e, quando estou lá eu, elaboro as leis e tal. Então, são coisas, digamos eh, distintas da pessoa. É como se fosse, digamos, papéis que a pessoa eh desempenhasse né. Mas... Eu acho assim que eh eh não tem assim essa essa separação. As coisas são interrela interrelacionas, são únicas né. Você pode eh focar dar importância em determinados momentos para uma coisa ou para outra né. Só que você é cobrado para que seja assim. E aí eu vejo a grande contradição da da da nossa sociedade, e que pede mudanças, e mudança a partir do próprio, digamos eh, o casamento né. Para que eh o conceito, digamos, que eu vejo que tem que ser mudado, é é meio eh... se diz... Não sei se a palavra seria pretencioso, ousado né, mudar o conceito de família. Por que que tem que ser mudado né? Família sem sempre é família, união de de duas pessoas que geram né uma mais uma, mais duas, mais três e tal, e forma-se uma família. Sempre foi assim. Sempre entre aspas né, porque, digamos, na Idade Média, por exemplo eh, quem tinha posse num num via filho como é é é visto hoje eh. Por exemplo, os direitos da mulher, data de declaração da ONU.

Então ah, acho que a família está ainda, digamos, o conceito né na sociedade ainda está em formação. Existe uma coisa eh que se vende como família né, com um determinado comportamento a ser ser desempenhado, mas, na realidade, ela se dá de outra forma. E, no caso do Brasil, a gente que foi, digamos eh, formado pelo colonialismo português né, a gente veio, digamos, já desde a África, separado. Pegava-se as pessoas e dividia-se, mulher para um canto, homens para outro, crianças para outro. misturava-se as etnias, as línguas, para que não houvesse organização, não tivesse eh união e tal. E aí se despachavam as pessoas né ah. Então, assim, a a formação da gente como como família acho que é um dado recente né eee. E família, assim, ela... Para onde vai nossos filhos? as empresas né, o as Forças Armadas né, Exército, Marinha, Aeronáutica né, eee e a e pronto né. Mas eu acho assim que a gente deveria dar uma repensada na família enquanto digamos uma maior participação, enquanto estrutura social, não a simples fornecedora de digamos. para uma sociedade entre aspas né. E se a gente rediscutir essa questão da da família em si, do papel que ela tem, a gente rediscute o papel de cada um né. Aí a gente pode, digamos, redefinir o que que é pai, o que é mãe. o papel de marido né, o que é esse castelo né, esse encantamento, se existe, se é para ser desse jeito. Se a gente vai ser, digamos, uma reprodutora da do do do modelo Xuxa né, não critico assim a pessoa dela enquanto pessoa ou de qualquer outras pessoas né, mas falo assim nessa questão de ter um um um certo modelo ideal, de se viver, de se seguir né, mas que seja compatível com aquilo que acontece de verdade né. E eu coloco isso como importante porque ah, na comunidade negra ah ah, essas questões, esse conflito de formação, ele é muito, digamos eh, presente, na medida em que a gente se vê pelos olhos de quem detém a mídia. Ah a gente só vai se se digamos se descobrir como pessoa, como negro, como negra, muito tarde, quando toda a nossa formação já foi formada segundo o mundo, entre aspas, branco, com todos os seus valores. Né eu acho muito, digamos eh, difícil né, porque vai gerar conflitos né em que muitas vezes as pessoas não têm, digamos, elementos para se ver enquanto pessoa no espelho e se se questionar. sobre si, sobre o seu papel no mundo, sobre o que fazer, como fazer, como está eh construindo, de fato, como ser humano, independente de ser negro, ser branco, ser amarelo, ser vermelho, o papel de cada um né e o relacionamento uns para com os outros, sem a as falsas né ilusões de felicidade né, de não existência de problemas.
Aproveitando que você está falando sobre isso, eh você começou a falar, você teve uma filha, né? Conta um pouco para a gente. Você teve quantos filhos, o nome dele os nomes deles?

Ela nasceu em.

E a gente procurava dar nomes né eh africanos com significado né.

Muitas pessoas colocam um um um complemento né eh.

E hoje é uma uma moça linda, independente, eh de opinião forte né, ela está fazendo pedagogia né, ela vai para o segundo ano né, eh trabalhou, fez a... O fundamental ela fez na escola particular, quando a gente podia pagar, depois não deu mais né aí foi para o ensino médio na escola pública né, depois fez cursinhos né, e aí depois ela conseguiu uma bolsa pelo pelo Prouni. Queria fazer jornalismo, mas a relação candidato vaga né era muito alta né, não foi possível. Aí pegou a segunda opção, que é pedagogia né. Trabalha na área de Telemarketing e tal, agora está na área bancária, né? Eee eu. Uma menina muito, muito inteligente né, muito alegre. assim, disposta né e muito querida, né? Pelas sempre onde ela passou, né? Os colegas de escola, cursinho, faculdade, amigas, trabalho, né? E eu sinto muito orgulho né dela, né?

E ele desde que nasceu tem uma opinião, digamos, muito muito forte né. Na maternidade, quando ele passou eh por mim, ele tinha um olho a aberto e outro fechado, né? E aí a minha esposa conta que tem o... não é que dá o tapinha para para criança chorar, né? Ele não, né? Vixe esse moleque vai dar trabalho, cheio de opinião, né? E realmente ele é muito inteligente, né?

ele ele determinou um comportamento da gente eh positivo, né? Quando ele fazia as artes dele, a tendência da gente era dar uma bronca, né? Então na época, quando dava um um tapinha tudo e ele retribuía, né? Sempre né. Então, é ele que determinou que... O diálogo né, ao invés de de de tapinha, qualquer outra coisa, tem que se conversar né. E, desde então, a gente conversa sempre com né eh eee e a gente chega sempre a uma concordância, a um bom termo né.

Dos dois eu tenho recebido elogios né na escola né eh. Como em casa, a gente sempre conversa muito sobre tudo, não tem censura para nada né a gente. Todo assunto né a gente conversa. E tem um hábito de estar sempre informado, sempre lendo. Né então, eles eh leem bastante e tudo. E os dois têm opinião eh, personalidade né próprias muito forte né. E só trazem alegrias né para para a gente. Né eu tenho muita, digamos, satisfação né de ter ter eles como parceiros né da da vida.
A gente já está encerrando o nosso depoimento ãh. Você gostaria de falar alguma coisa que a gente não tenha perguntado?
Uhum vou falar da da Carmelita né ah. A Carmelita eh, quando eu tentei Um, né? Eu estava descendo ali no. De ônibus. entre o o o Hospital das Clínicas e a Faria Lima né. Junto com o Toninho Crespo, a gente ia assistir um show de Itamar Assumpção né, ali na Faria Lima né. E aí eu vi do lado esquerdo uma menina muito bonita né, negra né. Eu sentei, aí trocamos algumas palavras e tudo né que, tempo curto né, aí deixei o telefone. E aí, um mês depois né, ela ligou, a gente começamos a conversar e tal, eee a gente acabou se envolvendo. E a gente teve uma uma relação muito bonita né durante...

Até o ponto, digamos, de de ela falar o que eu estou pensando. Né eh as vezes, cantarolar a música que que estava na cabeça da gente. Né então, a gente tinha uma ligação muito forte né e. E sempre batalhamos lado a lado, sempre juntos. Eee e aí eu sou muito, digamos eh, grato né eh por ela ter partilhado né a minha vida nesse tempo esses. Por vinte anos, a gente falou a mesma linguagem né, a mesma batalha, tudo. Mas E um né eh em dois mil teve a a Conferência Nacional de Saúde em Brasília né e eu fui ser delegado né por São Paulo eh através do fórum de patologias né, de São Paulo né, e representando a APROFE, que é a de anemi a Associação Parafalcêmica né, que foi uma dissidência da outra entidade né. APROFE era só de pacientes. Né e eles elaboraram várias reivindicações e eu fui eleito como delegado e levei essas reivindicações no ne nessa Conferência Nacional de Saúde em dezembro de. E, nessa conferência, tinha dois mil e quinhentos delegados e a gente conseguiu colocar as questões da anemia falciforme como como uma das moções aprovadas né. E, na coleta de assinaturas, teve uma médica que assinou a nossa o nosso a nossa moção chorando. porque uma criança morreu nos braços dela sem ela ter condições de dar assistência, porque não tinha recurso, e ela sabia que ela tinha anemia falciforme. E ela lembrava disso e assinou chorando eee. E aí, quando eu voltei dessa conferência, Ah eu voltei muito animado né eee e achando assim que, dali em diante, ia melhorar as coisas né, ia ter um grande avanço e tudo. E e eu achava assim que tinha que ter alguma coisa a mais né, em que focasse a pessoa, ela, a pessoa em si mesma né. E eu lembrava muito do do O Marcos era um cara assim muito... Foi um dos primeiros... Eh as primeiras pessoas que participaram, junto com a Berenice Kikuchi, da fundação da AFPESP né eee. Ele contava que era ele e o Reinaldo que queria fundar essa uma entidade, que falasse por eles. E o Marcos, quando a gente estava fundando a a AFPESP, que era da Patriarca, a gente ia lá na Vila Mariana, na... Como é que era o nome? Eu esqueci o nome.

Mas era uma entidade que dava assistência para outras entidades se formarem né. Eu lembrava que eu eu conheci ele recentemente, ia andando, E, às vezes eu, como ex-carteiro, a gente tem o hábito de andar rápido. Aí eu sentia que eu estava uns passos à frente. Aí eu parava e esperava o Marcos né chegar né. Eee e ele, como falcêmico, ele tinha ele se formou em Psicologia, só que não conseguiu terminar o doutorado por causa da patologia. mas ele tinha um era um cara muito inteligente, tinha muita força de vontade né. E o Marcos, eu conheci ele, digamos eh, ah se denominaria pardo né, eh mas com ele trabalhava por dois, por três, com todas as limitações que ele tinha. Só que a doença foi... ele digitava no computador e tudo, e aí ele usava uma lupa para poder ver as letras. E chegou um tempo que ele teve que trocar de óculos, foi piorando, aí teve que fazer hemodiálise, e, de pardo, ele ficou com a cor cinza devido à hemodiálise. E o Marcos, mais tarde, veio a... a falecer, né? Então, quando eu voltei de dessa conferência em Brasília, quando fui, a gente fez o o o manifesto, eu e ele. E... Então, eu falava assim como se ele estivesse falando.

E, em dois mil e um, quando eu eu tomei e comecei a fazer pesquisa, ah eu esperei... Em pesquisa é assim, você tem um determinado horário... Lá começava nove horas, tem que estar às nove, porque senão você não pega o projeto.

Aí a o pessoal recomendou né era a Susana, a Susana Garcia acho. Chega no horário porque nove horas fecha não vai poder entrar mais né e aí eu. Cheguei no horário tudo, só que aí teve que trocar uma ou outra palavra no texto, teve que eh xerocar novamente, imprimir tudo a gente. Ficou esperando. o o job né, o trabalho ficava pronto para a gente ler os questionários, tirar as dúvidas, ela fazia o treinamento com a gente e tudo né. E aí, enquanto eu esperava isso, eu comecei, para passar o tempo, comecei a rabiscar né no papel e tudo. Aí, desse rabisco eh, passado o tempo, eh surgiu uma espécie de um de um joguinho baseado, tipo dama, xadrez, uma coisa assim, Fiz um círculo em volta e coloquei algumas palavras né eee. Coloquei amor né, sociedade, progresso e justiça né. Eu lembrava do Marcos quando fazia isso né, porque eu queria fazer alguma coisa que gerasse renda para as pessoas que tinha anemia falciforme. E quando eu não sabia que ia dar que ia ser um jogo aquilo. Comecei a fazer para passar tempo. Quando pintou a primeira versão, eu mostrei para a Susana, que era a gerente de campo. Ela falou ah elogiou, falou que era bonito e tal, só que ia mudar algumas coisinhas que chamavam a atenção, que era que até dava para... para levar para a Troll ou para a Grow né. Eee e eles licenciar, eles licenciaria eles fabricaria e tal. mas senti que aquele jogo não era ah para mim ganhar dinheiro com aquilo, eu somente ganhar dinheiro né eee. Aí fui continuei trabalhando né e fiz uma versão e levei para o Marcos ver lá na na APROFE né. Aí o pessoal viu, fez umas umas pecinhas de madeira, tudo né, eee e a intenção era eh vender o jogo e uma parte e ir para para APROFE. E eles mesmos ser pessoas vendedoras disso né. Hoje o jogo está está pronto. Né eee só que o Marcos não está mais entre nós. Já partiu né. Mas o jogo está aí, está pronto aí eu fui para o. Então, desde essa época de abril, maio de, A elaboração desse jogo foi me envolvendo. Acabou virando tipo assim um uma obsessão. Eu saía com os projetos para de pesquisa né, e aí não conseguia fazer né. Parava no ponto de ônibus eee ficava escrevendo sobre o jogo. Tinha que sair sete horas de casa, deixava sair às oito, às nove, às dez, escrevia de dia, de noite, e por aí afora. depressão né. E e e, nesse jogo, é como lidar com esse conceito de sociedade, trabalho, progresso, amor, e, a partir daí, de quatro conceitos, foi derivando, virou doze. E aí foi num num num certo crescendo né em que eu revisei ah tudo que eu fiz eh, a vida inteira. São coisas assim que aconteceu no passado que eu nem lembrava. Nesse momento de crise depressiva, eu eu lembrava e chorava para para caramba né eh. A família...
Adão, você estava falando do jogo.
Então, esse esse jogo começou com quatro conceitos né, aí depois foi indo, foi indo, e aí virou doze. E, nesse período, a gente...eh eu fui pesquisando, fui lendo né, reescrevendo, elaborando, desenhando e tudo, vendo os materiais que... E cada vez que eu achava que estava pronto, aí surgia mais alguma coisinha né. Né aí fiz testes em casa com a com as crianças né, com os vizinhos, amigos e tudo. E as crianças jogavam, não gostavam. Aí eu vi que tinha algum ah algum retorno né. E mais tarde a. Dois mil e três né, ele ficou... eh contava com doze conceitos. Eu achei que estava estava pronto. Aí eu elaborei um projeto baseado em duas coisas né eh. Primeiro, na geração de renda né eh. E, segundo, numa mudança conceitual. Na geração de renda, aí eu focava o projeto em alunos do ensino médio né, porque está estudando, está se formando, está cheio de de expectativa né eee e necessita de de grana mesmo para comprar livro, para passagem né, para para lanche. viagens né, tipo, vai no no museu, vai em alguma excursão né e. Mesmo em casa, a gente não tinha, digamos. A escola, eh principalmente a particular, faz muito passeio né. Né a gente não tinha. condições de de pagar para todas né. Tem eventos, tem gravação. Aí custa tanto, vem aquelas bilhetinhos e tal né. E mesmo na escola pública também tem várias atividades. E com o salário que é... que a as famílias recebem, qualquer coisinha fora disso eh atrapalha né e acaba a criança sendo sacrifi sendo sacrificada né eee. Então, já que era um um um jogo, um brinquedo pedagógico, Uma parte dessa renda seria justamente para coisas pedagógicas, seria para a escolarização né. E aí eu fiz o projeto, com a colaboração da de de amigos e outras pessoas, eee e aí levei para um especialista em projetos sociais né, e elogiou. Falou né, nossa, parabéns né. Fez um elogio, ele falou que era factível sim, né que estava muito bem bem feito. Só que tinha um senão, eu tinha que limpar o projeto. Falei ah, como assim limpar? E ela assim era professora universitária né, eh empresária, era especialista em elaboração de projetos, então era uma autoridade. Como assim limpar? Ah você tem que tirar. Um projeto social ele falou assim Adão um projeto social é uma coisa muito séria. Qualquer projeto é uma coisa muito séria. Vai envolver investimento né, então tem que ser uma coisa limpa né. Não pode ter referências filosóficas ou bíblicas, nada disso pode ter. É somente o que que é, o que vai gerar público-alvo. custo né, avaliação e retorno, somente isso. Né é coisa muito séria um projeto. Mas tem que tirar esse negócio que eu estou colocando aqui, de amor e justiça, tem que tirar. Porque eu colocava assim, cada família associada né, ela se compromete a pensar e gerar e gerar e colaborar a partir dos conceitos de amor e justiça, ponto. Tinha um tracinho, a pessoa assinava ciência, ponto, acabou, somente isso né. Não tinha nenhuma referência à Bíblia, ao autor, nada disso, somente dois conceitos simples. E ela falou que vai ser mais... Mesmo você como um como empresário, você num num investiria? Disse não, porque as empresas, as as instituições avaliam as coisas eh de uma forma impessoal né, fria né no. É muito sério, não tem esse negócio de amor, que o amor para uma pessoa é uma coisa e para outra pessoa pode ser outra. A justiça para um é de um jeito e para outra pessoa é de outro jeito. E aí eu dei meia volta, agradeci né, e vi que num que por esse lado num num num ia num ia ter saída né. E eu fiquei uns três meses até ver um o que fazer né, porque eh eu levei muito tempo para chegar a essa conclusão. Se tira as palavras amor e justiça do do do projeto né, ia gerar em torno de cinco mil empregos né. Mas a condição era essa. Né se eu tiro isso, ficaria como como. e não desmerecer, são todos válidos, todos importantes, e todos geram renda né, geram atividades econômicas, mas seria somente mais um. E eu senti que não tinha num num adiantava ser mais um né. E isso foi de. Aí, depois de uns três, quatro meses né, aí eu percebi quem que é sério né. São as pessoas que maiores de dezoito anos, que podem constituir uma empresa né, podem serem políticos, serem empresários. Essas são sérias. E quem que não é? As pessoas com menos de Ah, tem as pessoas com mais de quarenta anos que são descartadas né pelo mercado de trabalho né, que não encontram mais espaços, também não são muito sérias né. Aí eu somei as as extremidades e me sobrou muita gente né. Aí eu descobri o foco né, o segundo foco do do público né. Ah aí eu levei novamente. Novamente, não. um conhecido meu aqui da da USP né, o Eduardo Barbosa eh. Levei o o o jogo para ele né. E aí fiz um agendamento com a uma uma uma pe um especialista que dava assistência para cooperativas né, que a ideia era utilizar o projeto para fazer capacitação de pessoas que trabalhavam com reciclagem. Porque durante o o o governo Marta, devido à minha participação na na sociedade amigos de bairro né, onde eu moro né, eu participava das reuniões na na subprefeitura. E ali o administrador, da época, era o Eduardo Barbosa, ele fez eh vários projetos na área de reciclagem. Aí eu fiz um curso, uns dois cursos né, eh pela pela CECAI da USP sobre reciclagem de. E fiz um curso pela eh acho que é Comissão de de de Energia lá da USP sobre energia alternativa né, com aquecimento de água né eh. E aí, nesse projeto, eu eu procurei eh eh associar essas duas coisas né. Isso foi já em dois mil e e três foi dois mil. E quatro e aí eu lembrei do Eduardo né e levei para ele. E aí a gente agendou com uma com uma uma especialista que estava dando assistência para a pessoa que vinha do Rio de Janeiro, só que quando o marcou ela teve outro compromisso que não foi possível né, de ser feita essa reunião. E aí, na virada de dois mil e quatro, aconteceu um evento muito importante, que foi a... antes desse evento. Dois mil e quatro, aqui na no Parque Anhembi, foi feita a a mostra, eh a primeira mostra de tecnologia social, junto com a Feira Internacional de Inovação Tecnológica né, com a a coordenação do SEBRAE né e várias entidades né E, nessa mostra, Nessa feira internacional, que foi de setembro, setembro desculpa. Foi de dezoito a vinte de. Novembro dezessete dezoito Eee e aí eh eu vi nessa feira, lá tinha o pessoal da comunidade Ribeirinhas, lá do Amazonas, de peixe, eh os seringueiros né, tinha o pessoal de fazer essas mandalas para eh eh conservação de água né, eh tinha o pessoal do Rio Grande do Sul né, eh comunidades Quilombolas né, e eu vendo a a a a a moça que estava falando do que a comunidade quilombola do Rio Grande do Sul estava fazendo né. Aí eu não me identifiquei né, mas eu vi na empolgação dela a empolgação que a gente sentia né em setenta e oito, quando a gente fundou o o movimento negro unificado, de participação na sociedade, estar se colocando, estar produzindo, e ela estava muito animada com aquilo que ela estava fazendo. E essas pessoas estava ao mesmo tempo ao lado do do pessoal que estava lá com o carro movido a hidrogênio, com o pessoal que estava ah demonstrando lá a Estação Espacial Internacional, com o pessoal que fazia eh eh esterilização com através de raio gama. com várias entidades, universidades. Quer dizer era um uma feira que tinha desde os dos mais simples até os mais complicados, da coisa mais eh eh eh de princípio né, mais simples, com a mais avançada tecnologia possível. E aí eu vi que o caminho eh da gente para todos nós seria esse. E isso foi. e coincidido de ser no dia vinte de novembro, que foi o primeiro feriado municipal em homenagem ao Zumbi dos Palmares, que nós nós lançamos em em e oito né e nessa feira, no dia da da feira, tinha uma tinha uma comunidade quilombola, se colocando no dia de Zumbi dos Palmares né. E aí eu senti uma satisfação muito grande de ver um um coroa um coroamento né de de um processo que eu considero histórico né eee. E um outro evento que aconteceu depois foi a tsunami na Ásia, na na na na na na Ásia né na entre a a África e a a Índia lá eee. Foi no dia vinte e seis de dezembro né. A importância da dessa tsunami é que Tinha dois médicos, um médico e uma médica brasileira, lá na numa das. Não sei se era na na Indonésia né. Sei que na na na área aconteceu. Eles mergulharam, ficaram vinte e três minutos submersos né. Veio a onda, passou. Depois, quando eles vieram a a a à tona, eles estavam olhando fazendo eh eh uma excursão né subaquática. Aí quando eh eles colocaram a cabeça para fora e que olharam, o mundo tinha acabado. Né veio onda e varreu tudo, varreu o hotel, varreu as casas, os quiosques né aí pessoas, nas árvores, gente morta tal, gente por aí chorando né. Eee aí eles eh foram ajudar as pessoas né, eh e está colaborando e tudo. E, nesse Tsunami morreu trezentas mil pessoas né, e deu a a a ocasionou, digamos, a solidariedade a nível internacional, de colher mantimento, levar para lá roupa e tal, e assim por diante. Mas o que me chamou atenção, além da da figura do do dos médicos né, foi ver as pessoas eh sema dias, semanas depois sendo reencontradas. Crianças né com que a água levou. Crianças de, sei lá, quatro anos cinco anos no meio das árvores o o eh. Pais que reencontraram né. Pessoas que ficou perdidas no mar, acharam quarenta e cinco dias depois, ainda vivas e tudo eee e. Então, assim, ah essa devastação, simbolicamente para a gente, para mim, Eu relacionei com a mi com a tsunami que estava passando sobre a minha vida na época né, porque todos aqueles valores que eu tinha né eh durante a elaboração desse jogo né eh foram todos eh eh revirados de ponta-cabeça. E agora, o que fazer né? Como é que vai ser as coisas né? E daí que a colocação, digamos, de amor e justiça como conceitos, digamos, simples e básicos, gerais para todas as coisas né eh eh. Eu vejo como importante eh eh, porque acho que é a partir daí que é que é o digamos que é de comum entre todos nós. independente da cor, da etnia da da pessoa, do poder econômico, é o que é o de mais básico né. E o o jogo ele ele, na verdade assim, não que ele partisse disso, mas isso ficou relacionado, porque a começou com a brincadeira, E o resultado financeiro, primeiro, era para essa entidade chamada Aprofe, que era a entidade que o Marcos sonhava, e que ele, com todos a os problemas da doença, ele conseguiu fazer, conseguiu realizar né eee. E ter partilhado com o Marcos esse processo, Para mim, foi muito eh eh importante, porque deu a a dimensão da da da humanidade das pessoas, porque eh ele podia ficar aí na casa dele né, com a doença dele, tentando sobreviver. Mas ele fez para ele e além dele, para outras pessoas, pensando eh em todas as outras que têm a doença e aquelas também que não têm, de certa forma ou de outra, são afetadas né. Eee então ah, ao Marcos né, eu eu eu tenho essa essa dívida de gratidão né por ter convivido com ele, E, com a a a a Carmelita, eu tenho essa dívida né, porque vinte anos a gente viveu eh sonhando né, caminhando com os mesmos passos, os mesmos pensamentos né. E aí, quando aconteceu essa essa crise, eu fiquei eh fechado em mim mesmo né. Não deu para gente caminhar mais mais junto. E, qualquer que seja as coisas daqui em diante né, eu não posso dar nenhum passo seguinte sem ter ela como referência né de um período bom e agradável né e que e que, dado, digamos, ao o apoio né que ela deu, foi possível eu gerar esse esse esse projeto, e esse jogo, quando eu não estava mais, digamos, eh relacionando com o exterior né, e sim cem por cento comigo mesmo, com tudo aquilo que eu vivi, com tudo aquilo que eu sofri, com tudo aquilo que eu... Eh não digo desejei, mas aquilo que eu vi como era que era necessário eh eh ser feito né, mas que eu não tinha, digamos eh... Como não foi planejado, não tinha, digamos eh, meios financeiros, poupança, renda para me manter enquanto esse processo acontecia. As coisas simplesmente foram acontecendo. E, hoje, quando eu vejo todo esse processo, digamos... entre aspas, concluído, eu vejo um caminho muito longo e bonito para frente né eh. Mas não posso esquecer das pessoas que foram importantes nesse desenvolvimento né. E também eu eu sei que causei muita dor né, mas eu me sinto muito mais, infinitamente mais íntegro, mais inteiro, melhor hoje do que antes. Então, eu não posso lamentar o o que foi. O que eu posso é me desculpar. Mas, se as coisas são melhores hoje, eu acho que porque tinha que acontecer. Né e eu desejo, digamos eh eh, partilhar tudo que vier de bom né com com os meus filhos né né, com a Carmelita, Muitos amigos que colaboraram, né, Angel, Tininha, Lourdes, Toninho, ah Edna, Edneia né, Taboão da Serra, ah minha família, por parte da minha mãe né, meus irmãos né eh. O sentido, assim, de de estar de estar de lado a lado né, das de de de ter de eles terem sido solidários nos momentos mais difíceis, de nunca ter ter abandonado e de ter digamos eh sido humanos, que é o que a gente espera que cada um de nós aprenda a ser, e eles foram na prática. Por isso, eu agradeço.
E, Adão eh, a gente. O que você achou de você ter dado o seu depoimento aqui no Museu da Pessoa? Olha.
Eu lembro do meu pai né. É analfabeto ah. A minha mãe, mas mais o meu pai. A minha mãe. Ela se coloca em qualquer lugar. Né ela fala, ela se expressa né. E ela tem é muito digamos religiosa, então ela tem o apoio da da fé né para ela se colocar e se expressar. Para você ter uma ideia ah, ela uma vez foi na Câmara Municipal com o vereador, e aí falou que ia fazer uma oração, e aí falou durante um bom tempo para eles. Né ah o Mário Covas, na época da campanha eleitoral né, eh eh tomou café, comeu bolinho de chuva né lá em casa. com a minha mãe, e as pessoas e tudo né. Então, ela tem uma uma uma desenvoltura pessoal muito grande. Agora, o meu pai era muito fechado. Né é muito fechado. Mas o meu pai ele ajudou a asfaltar ali as ruas de Artur Alvim, na época que era rua de pedra, tem as mãos dele lá. O meu pai construiu o edifício aqui na Faria Lima, pela CETENCO né. Eh então às vezes eu passo e olho aquele edifício enorme, aí eu lembro, quando meu pai estava lá trabalhando, que eu fui visitar ele lá. Então, ele foi um um brasileiro anônimo né eh. Por não saber ler, não deixou o o nome dele em lugar nenhum, a não ser carteira profissional. Certidão, e carteira profissional e. mas o nome dele está na cidade né ah. Então, o fato do de ter o Museu da Pessoa é a possibilidade das pessoas, digamos, eh eh colocar enquanto agentes, digamos eh, participantes né, construtores né de uma nova sociedade. Né com aquilo que elas têm, seja lá o que for, desde que seja ou um livro, no meu caso agora um um jogo, um projeto pedagógico eh, ou seja, simplesmente saber cultivar uma terra, saber eh colocar um uma colher de um de de de massa de cimento no local para ali, para dali sair aquele edifício. Né e eu acho que o o depoimento, a importância dele está em as pessoas serem simplesmente pessoas. Né eu acho que é isso. Ok muito obrigada. Gravando. Uhum bom.

Eu sou uma pessoa que eh, depois de desses anos todos né, cinquenta e dois anos de vida, eh eu chego à conclusão que a gente tem que sentir né a vida, ter boa vontade em viver. e querer eh partilhar com todas as pessoas aquilo que a gente tenha eh de útil né para para a gente e para com os outros né, independente de poder político, do econômico ou a cor. Mas, para que isso ocorra, a gente tem que eh mudar né um um um pouco as coisas a partir da gente mesmo né. Saber que a gente, digamos, é fruto do do amor né e e que a gente deve eh, digamos, se pautar